Beleza.

Antônio, primeiramente, obrigado tá por ter comparecido e dar estar dando o depoimento para gente aqui no museu. É Para começar, eu gostaria que o senhor dissesse seu nome completo, local e data de nascimento.

Eu nasci em dez de julho de mil novecentos de trinta e seis, numa pequena cidade do estado de São Paulo, chamada Santo Antônio de Posse. E Santo Antônio de Posse é uma daquelas cidadezinhas que, na época em que eu nasci, era uma típica pequena cidade quase italiana.
Beleza, a gente vai voltar na cidade. Ah tá. tá? A gente vai voltar, porque eu preciso agora de alguma coisa a mais também para complementar a identificação. O nome dos seus pais?

E eles são... a origem deles é daqui
Não, eles são filhos de italianos. O papai nasceu no município de Amparo e a minha mãe nasceu em Santo Antônio de Posse também.
E você sabe a história dos seus avós?
Sei. Mais ou menos. O que o senhor se lembra? pode? começar? Claro.

Pierina nasceu aqui no estado de São Paulo mesmo.

E mais dois irmãos, Cesira e Alfredo, vieram da Itália em no final do século dezenove e vieram sempre para construir a América, como era dito, da Itália. E eles foram diretos para Amparo e o primeiro trabalho deles foi trabalhar com a lavoura de café. Carpir, café. Colher, café. Mas logo, passado algum tempo, eles que não eram desse setor, meu avô, o seu o pai dele, meu bisavô, meu meu avô e seus irmãos, meus meus tios, eles eh montaram uma pequena oficina, o que chamavam na época uma ferraria. Era uma oficina mecânica, ferrava-se cavalos, daí a ferraria. fazia-se vários utensílios, eh carroça, carrocinha, o meio de transporte da região, charrete, essas coisas. Os meus avós maternos eram da região de Treviso, era de Treviso, do Vêneto, na Itália, ah Pedro Menuso e Stella Schincariol Menuso. Eles também vieram mais ou menos na mesma época dos meus avós paternos, final do século E foram direto também para esta minha cidadezinha, Santo Antônio de Posse, casaram-se por lá, tiveram atividade de comércio. Eu não sei bem como eles trabalharam no começo, mas certamente foi como todo imigrante italiano que chegava. Devia ter ido para a roça tal. Mas o fato é que tanto do lado paterno como do lado materno não ficaram ligados atividades agrícolas, nem pastorismo. E sim os os os meus avós paternos, a a indústria ainda rudi rudimentar, prestação de serviços, e meus avós maternos a comércio, armazém, exposto de gasolina, essa coisa toda.
Uma parte estava em Amparo e a outra em Santo Antônio. Vieram todos
Os avós paternos vieram todos, ficaram pouco tempo em Amparo se instalaram instalaram primeira oficina no bairro do Pantaleão, que ainda hoje existe esse bairro no município de Amparo. Meu pai nasceu lá e depois vieram para Santo Antônio de Posse. Conclusão, os dois lados, de os dois avós, praticamente se desenvolveram em Santo Antônio de Posse e de lá nunca mais saíram.
E você sabe alguma história de como é que os seus pais se conheceram?
Olha, a cidade era tão pequena. E a minha mãe e o meu pai eram tão bonitos que eu acho que foi mais ou menos um encontro saudável. <laughs> Não não não tinha, assim, também tanta escolha, né? Provavelmente a minha mãe sempre foi uma pessoa muito bonita, muito amorosa, e o papai também. E e assim eles... Eu acho que foi assim que eles se conheceram, não tenho bem certeza como foi. Mas eles viveram sessenta e um anos juntos e morreram. morreu primeiro o papai e minha mãe setenta e um dias depois, com as mesmas características do do problema que o meu pai eh faleceu, com que meu pai faleceu setenta e um dias antes. Ou seja, morreu de amor.
Que lindo. Quantos irmãos o senhor tem?
Eu tenho uma irmã só, Ana Estela Grimaldi Semeghini. Ela é mais nova, mais Ela é mais nova. Hm. Ela é nascida em mil e quarententa, quinze de novembro de mil novecentos e quarenta. Ela vive lá em Santo Ela vive lá Ela é casada com o Silvio Semeghini Filho. Tem duas filhas, Ana Helena e Silvia Helena. Ambas têm um filho cada e moram lá em Santo Antônio de Poce.
Agora falando um pouco, então, da cidade do senhor. Tá bom. O que que o senhor lembra assim da, eh, quando, da sua infância nessa cidade? Como que era essa cidade?
Olha, eu eu me lembro muito bem da minha cidade. por umas características interessantíssimas que me marcaram para o resto da vida. Primeiro, era uma cidade pequena, é muito pequena. Na verdade, não era cidade. Era um de, dos distritos do município de Mojimirim. Os outros distritos eram Jaguariúna, Artur Nogueira e Conchal. Em mil nove acho que cinquenta e três, todos eles se emanciparam. Esses distritos se tornaram Naquela altura, o meu era mais... o meu município, que se chamava Poce de Ressaca. E por que Poce de Ressaca? Porque foi construída a estrada de ferro mongeana, que saía de Campinas e ia em direção a Ribeirão Preto, hoje vai até Brasília. E ela passava num ponto que se chamava Ressaca. Ressaca era o nome da fazenda, que até hoje é existente, de um ex presidente do estado, eh... Jorge Tibiriçá. Então, parou na fazenda Ressaca, chamava-se Ressaca. Era um Formou-se ao redor da estação de Estrada de Ferro um pequeno povoado. Três quilômetros adiante e já tinha outro povoado, que era Posse. Ali é onde tinha a igreja. E como eu aprendi com o professor da Faculdade de Direito, normalmente as as antigas, pelo menos, cidades do Brasil nasciam em torno de uma igreja. Então lá formou-se o povoado principal. Quando o no, o esse distrito se separou de Mogimirim, emancipou, se tornou um um município autônomo, ele passou a a se cha, eh na, a se chamar Santo Antônio de Posse. Como distrito era Posse de Ressaca, para pegar os dois núcleos, e depois Santo Antônio de Posse, abrangendo os dois núcleos, que ainda hoje estão separados por alguns poucos quilômetros e várias casas ao meio. Ela era uma cidade praticamente de uma rua, principal, a grande, que ligava o muni... que cuja extensão ia até o município de Amparo, de um lado, e do outro levava à estrada que demanda à Mais umas poucas ruas transversais, mais uma outra paralela a esta rua, rua principal, que chama-se Jorge Tiiriçá. e e o Jardim, chamado Jardim, a praça central onde estava a igreja. E... curiosamente, ao contrário do que o meu professor falava, mas de certa forma também afirmando aquilo, a cidade nasceu da igreja, mas o centro não ficou na praça central, onde tem a igreja. Ele concentrou-se mais em um quarteirão, quarteirão central dessa rua, Doutor Jorge Tibirissá. Ali estavam armazéns, lojas, açougue, padaria, enfim, toda aquela infraestrutura de serviços. <coughs> E as pessoas eram conhecidas. Como eu era muito pequeno, sabia-se eu, há um certo tempo, o, eu sabia o nome de cada família, que moravam em cada uma das casas, uma a outra, do começo ao fim da rua. E também nas transversais, e também na praça. Porque nessa pequena cidade é que eu estudei, fiz o curso primário e tal. Então... Mas
assim... Lá tinha muitas, tinha uma escola só? Como que e?
Uma escola só, só tinha uma escola primária. Hmm. Havia algumas escolas isoladas que davam aula, que tinham aula as crianças do primeiro ao terceiro ano, mas o quarto ano tinha que fazer na cidade. A cidade era muito curiosa. Tem uma iluminação muito fraquinha. A gente dizia que para olhar o reló, que horas eram no relógio, embaixo do poste, precisava-se de acender o fósforo. É. E ela tinha seus rituais. A luz da iluminação pública, nesse quarteirão que eu digo, quarteirão central, tinha um senhor chamado senhor Tite Lucon. Como que é o nome? Tite. Na verdade, ele chama-se New York Lucon. Também Vê, filho de Vênitus. Ele, à tardezinha, ele pegava um bastão, ia no poste e fazia a ligação para acender as luzes. De manhã, ele acordava, quando clareava o dia, ele puxava com o mesmo bastão para desligar as luzes da iluminação pública. Evidentemente, ele não era funcionário público. Fazia isso, porque parece que alguém tinha que fazer. Então, as pessoas eram amigas, eram muito conhecidas e eram conhecidas também pelo seu nome, sobrenome e profissão. Então, o fulano barbeiro, o sujeito açougueiro, o outro da padaria, era assim.
E e o seu pai, o que que ele fazia nessa
O papai, ele era, trabalhavam na casa do meu avô paterno, era um sistema patriarcal. Então, o meu avô morava em uma casa que, a meu ver, naquela ocasião, parecia muito grande, e tinha um terreno grande, tinha uma oficina, e marcenaria, e uma um uma máquina de beneficiar arroz. O meu avô e os filhos dele, dois outros filhos, Fausto e Geraldo, eles trabalhavam na parte da da ferraria, na parte de construir charretes, carrocinhas e essa coisa toda. E o meu pai tomava conta da máquina de beneficiar arroz. Comprava, vendia arroz, eh, milho e moía o milho. E depois ajudava os seus irmãos na parte de, e meu avô, na parte de marcenaria. Porque o os carrinhos, os carros de boi e ãh charretes eram feitas integralmente lá. As rodas, os cubos das rodas, os braços do... do carro, os assentos, tudo feito de uma forma primitiva. Tudo esquentado, ferro, na fornalha e batido a martelo para da, para ter a forma que eles pretendiam. Por exemplo, fazer o o contorno de uma roda, de um de uma dessas carroças.
Então era o ferreiro. Era o ferreiro.
Então seu pai era ferreiro. Era Era mais do do comércio e também ferreiro. Ferreiro Marceneiro, mais do que. Ferreiro eram os tios. Hm E o tio mais velho foi o único da família que fez faculdade que estudou, continuou os estudos. Todos os filhos do meu avô, paterno, eh fizeram apenas o curso primário naquela ocasião. Estou usando a terminologia da época, hoje eu não sei mais como chama isso. Mas fizeram primeiro apenas o curso primário. Um dos tios, Foi estudar, estudou em Campinas. Estudou no colégio sa Salesiano, no liceu Diocesano, em Campinas. Depois tornou-se professor e viveu a vida dele toda como professor. Era uma pessoa que falava muitas línguas, poliglota, estudiosíssimo. E depois, já de casado, fez também a Faculdade de Direito Lágrimo de São Francisco. Formou-se com a turma do quarto centenário, em mil quinhentos e
E a sua mãe, ela fazia o quê?
A mamãe, ela ela trabalhava em casa, fazia as peças do do lar e também bordava, fazia tricô, crochê, essa coisa toda, assim. E e fazia, inclusive, para por por encomenda para pessoas, costurava. Mas estava sempre muito ocupada também com a casa, sempre foi do lar. Quando o meu pai resolveu, em uma certa fase da vida, acho que aos quarenta anos de idade, montar um armazém neste quarteirão central, Aí os dois ficaram tomando conta do armazém e trabalharam assim até até fechar o armazém alguns anos, uns quinze anos antes de morrer.
E qual, tinha um nome o armazém? Armazém
Santo Antônio.
O que o senhor lembra desse armazém? Como era o espaço do armazém? Que que
O espaço êh era curioso. Ele tinha o aqueles balcões centrais, as prateleiras laterais, as prateleiras do fundo e as pilhas, porque eh naquela altura eles forneciam aos comerciantes, aos fazendeiros, aos sitiantes, por safra. Então os os os fregueses vinham comprar geralmente os sábados e eles compravam para o mês todo, marcava-se na caderneta e depois pagavam com a safra, safra do algodão e do café, especialmente naquela região. E era muito curioso porque quando eles montaram o armazém, havia já outros armazéns na cidade, não muitos, mas poucos, e chamavam de a lojinha nova, a vendinha nova, porque era pequena, depois é que ela expandiu um pouco mais, era pequena, mas ela tinha as novidades, porque a mamãe sempre foi uma perita, cozinheira, doceira, tudo isso, e ela introduzia coisas que eram desconhecidas no lugar. Por exemplo, lentilha. Lentilha não não não se tinha na região, então trouxe a lentilha. Bolachas do do Chêin. Então, tinha bolachas do Chêin. No fim, vendiam um caminhão de bolachas do Chêin por mês nesse nesse armazém. E muitos costumes novos foram introduzidos. Como o armazém era na frente da casa onde nós morávamos, a mamãe cuidava da cozinha, cuidava da casa e do armazém. E como ela cozinhava muito bem, a comida era muito cheirosa. As pessoas chegavam e o apelido dela era Lola. Lola, o que você está fazendo hoje que está tão cheiroso? Evidentemente, ela contava o que era o freguês lá dentro de casa e experimentava um pedacinho, pedia a receita e mais uma coisa nova que ela ensinava para a mulherada de lá. <laughs> Isso foi durante muitos e muitos anos.
E onde que ela onde vocês buscavam essas mercadorias, como que era? Campinas é
Campinas. No começo tudo em Campinas, ia. Fazia as compras. O papai tinha uma caminhonete, ia a Campinas uma vez por semana. Era o grande centro atacadista Campinas. Então ia lá nos armazéns atacadistas, comprava e trazia lá. Alguns poucos Havia um carro que vendia mortadela e frios de Mojimirim. Ele passava uma vez por semana. Havia outro, bem mais tarde, quando começou esse Sabão Ipê, que hoje é muito conhecido em São Paulo. Eles começaram em Amparo e iam vender lá uma vez por semana no no armazém do meu pai. E mais uns poucos que faziam a venda direto. Com o passar dos anos, aí vieram os viajantes tomar pedido, os representantes tomar pedido, e vinha sim.
E o senhor criança, no meio disso tudo, como é que era? Bom, criança
criança, como morávamos em uma das pontas da cidade, na parte inicial da cidade, eu eu brincava com o meu primo e mais alguns amigos por ali. O brincadeira preferido era o carrinho de rolemã, que ficava correndo na rua, aquela coisa com carrinho. Brincava, muito gostava muito de andar a cavalo. Meu avô tinha uns empregados que eram quase meninos naquela altura. eram mais velhos do que eu, mas não muito. Então, a gente gostava de andar a cavalo e brincar. Era essa essa coisa. Gostava muito de ler. Lia muito e sem pretensão de estudar, mas ler, ler, ler, aprender.
Desde pequenininho?
Desde pequenininho. No final da Guerra Mundial, eu tinha uma, da Segunda Guerra Mundial, eu tinhamos em casa, um grande mapa-múndi, e eu acostumava a ler o Estadão, quando realmente era Estadão, era enorme o Estado de São Paulo, né? Eu não podia abri-lo, porque eu era pequeno. Então, eu colocava o estado, abria o estado no chão, ficava de joelhos e olhando a evolução das tropas dos aliados e dos alemães e acompanhando no mapa né. Isso me despertou um grande gosto pela geografia. Sempre foi a matéria que mais me agradou, porque eu tinha uma noção. <laughs> E é formando a noção de localização dos países, aquela coisa toda. E
Então, mas o senhor lembra como é que foi o ah ah... O senhor já, o senhor tinha muitos amiguinhos? Tinha, mas não não nem tantos, não. nem tantos. Porque é cidade pequena. Pequena, pequena é. E a
E era e era mais dentro do do do lar, né? Dentro desse grupo familiar.
E a escola? Mas como que foi a entrada na escola?
A escola foi tranquila. Por várias razões. Primeiro porque a escola estava localizada ao lado da casa da minha dos meus avós maternos. Então, era muito interessante porque a gente conhecia os professores, as famílias dos professores eram conhecidas. Eles nos conheciam pelo nome e pelo apelido. O senhor tinha apelido? Eu tinha. Tininho. Que a família até hoje usa, Tininho. E a... Então, tínhamos aulas, era muito ligado, os alunos, brincadeira na hora da do do recreio. E a hora do recreio, para mim, era um privilégio, porque A divisa do do da escola, do grupo escolar, com a casa dos meus avós maternos, era uma cerca. Eu ia até a cerca e a minha avó materna fazia o lanche. Eu tomava o lanche e o leite ali na hora, quentinho. Então era um privilegiado. Sempre foi muito bom. O eu tenho sido um aluno bem razoável.
grande a escola?
Não, ela tinha uma classe por para primeiro para cada ano escolar. Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano tinha, eu acho que um período da manhã e mais outro tanto à tarde. Então não era tão grande. Ela comportava ao todo oito classes, sendo que o quarto ano só nesse grupo escolar que tinha, como eu disse no início, porque os alunos que estavam nas escolas isoladas fa faziam até o terceiro ano.
E o senhor lembra o nome da escola?
Grupo escolar Mário Bianchi. E
alguma professora que assim que o senhor foi foi marcante para o senhor o professor?
Ah, muito. A primeira professora foi Dona Maria Milânio. E marcou muito, porque eu só não passei com cem, porque eu escrevi banco ao invés de branco. Provavelmente o erre não estava tão bem feito, mas ela tirou meio ponto, então foi noventa e cinco ou qualquer coisa desse tipo. Depois, no segundo ano, tive uma que chamava-se Dona Azuleika.

E depois ãh, no quarto ano, professora Isaura Coelho.
E as matérias que o senhor mais gostava?
O senhor falou de geografia, mas na escola o senhor também já tinha... Na geografia êh escola eu eu eu eu eu gostava muito de geografia também. Eu aprendi a le ler fácil, praticamente eu aprendi a ler. mais com o Estadão do que na escola. A escola sistematizou, porque ela dava os alinhamentos, mas eu tinha muita vontade de ler. Então, na verdade, o meu exercício era ler o Estadão. E a notícia da época era a guerra, a Segunda Guerra Mundial, o final da Segunda Guerra Mundial. E Então era isso.
Nessa época da da guerra, o senhor lembra se tinha muita muita conversa sobre esse assunto? O que que o
Tinha sim, o senhor lembra, é, tinha tinha. Hm Tinha por uma razão. A a minha cidade era praticamente um núcleo de colonização italiana. Devia ter umas três famílias de portugueses, umas três de libaneses, umas três de portugueses, brasileiros e o resto todo descendentes italiano. Então a Itália fazia parte do eixo. E eles queriam acompanhar como é que estava a a a guerra, como andava a guerra. Então, eles comentavam isso e tal, mas com muito receio que pudesse achar que, olha ai, são os quinta coluna coisa Isso acontecia com quase todas as famílias descendentes de italianos ou italianas mesmo.
E depois que o senhor terminou, porque a gente tá falando de uma época que é o primário, né? Primário, isso, primário. Depois seria o ginásio, não é?
Naquela altura era muito difícil. Parava-se pelo primário já era uma grande coisa. Fez a escola. Mas eh eu eu quis fazer, claro, porque meus pais que queriam que eu estudasse. Para fazer o o o primeiro ano do secundário, eu fui fazê-lo em Limeira. Por quê? Porque em Limeira eu tinha dois tios que moravam lá. Um que era professor e outro que não, mas trabalhavam lá e moravam lá. Então, eu só pude fazer, naquela época, eu precisava também fazer o o exame de admissão, curso de admissão ao ginásio, exame de admissão, que era uma espécie de vestibular, para depois entrar no primeiro ano do ginásio. Eu fiz, então, esse ah o curso de admissão em Limeira e fiz a primeira série ginasial em Limeira.

Porque não havia nada por perto. A partir do segundo ano, as pessoas da minha cidadezinha conseguiram obter da Companhia Mugiana de Estradas de Ferro uma licença para os alunos irem estudar a Mogi mirim usando o que eles chamavam de trem bagageiro. O trem bagageiro, por que era bagageiro? Porque ele levava pouca bagagem, era um trem com me um menor número de carros e podia levar algumas pessoas. tinha um carro que era... Meio daquele carro, daquele vagão, eh tinha bancos para se sentar. E conseguiram uma autorização para que crianças do município de Jaguariúna, de São Antônio de Posse, e um outro lugarejo chamado Martim Francisco, logo mais adiante, pudessem ir com esse trem até Mogi Mirim, Estudava em Mogi mirim e à tarde voltava com um trem de passageiro normal que saía de Mogi mirim às cinco horas da tarde. Assim eu fiz o terceiro, a quarta e quinta, não, terce segundo, terceiro e quarto séries ginasiais em Mogi mirim.
E quantos anos o senhor tinha, mais ou menos?
Na primeira na segunda série, tinha uns onze anos né, tipo uns onze assim, uns onze, doze
Era uma criançada, viajava sozinha? Uma criançada
É, viajava sozinha. Hm A brincadeira mais interessante, enquanto esperava o trem, era pegar a moedinha, pôr no trilho para que o trem passasse por cima e achatasse a moedinha. <laughs> Aí eu fiz a segunda, a terceira e a quarta série de ginasial. <coughs> segui Fiz o primeiro científico. Quando passei para o segundo, o científico, eh eu comecei a namorar, com a minha esposa, ainda hoje.
E... O senhor conheceu ela na escola?
Conheci na na conheci na cidade. Eu era de fora, sempre chama a atenção. Olha, tem um moço ali fora, assim, aquela coisa. E ela me chamou a atenção porque era a mocinha mais bonita e inteligente da cidade. <laughs>
<laughs> O senhor lembra como o senhor chegou na eh na sua esposa?
Ah, lembro. Eu tinha uma amiga comum que estudava... Nós tínhamos uma amiga comum que estudava no ginásio comigo.

E um dia eu a vi passando com outra moça, minha mulher. E eu falei, poxa, que moça bonitinha, você precisa me apresentar. Aí ela por sua vez falou, quem é aquele lá seu amigo? Ah, ele é de Santo Antônio de Possea, ele estuda aqui, e viaja todo dia. E um dia essa amiga comum forçou um encontro, essa moça chama-se Darcy. E ãh Um encontro e começamos a conversar e dalí para frente. Como era de uso na ocasião, em Mogi mirim tem uma praça muito bonita, a Praça Central, E começamos a dar voltas na praça. Primeiro, os homens davam volta de um lado, da direita para a esquerda, e as mulheres da esquerda para a direita, controlando a praça, ou ou vice-versa. E aí, trocavam-se olhares quando se cruzavam. Depois começamos a andar juntos, e assim foi o namoro.
Como é o nome da sua esposa mesmo?

O apelido dela é Nininha, e todos a conhecem por Nininha.
Então ficou Tini Tini?
Tininho e Nininha.
Aí o senhor começou a namorar, então?
Nessa altura que eu estava fazendo o primeiro científico.
Mas não tinha que chegar no pai, assim, para pedir? Naquela época não tinha isso?
Não, a minha sogra não concordava muito com namoro, não. A gente namorava meio escondido, até que um certo tempo eh depois permitiu. E Aí vai foi o roteiro normal. Pedido noivado, pedido em casamento, noivado, aquela coisa toda. Quando eu fiz o primeiro científico, passei para o segundo, eu me dei a cara de que preciso fazer alguma coisa que eu possa casar logo. O que que acontece? Em Mogi mirim tinha uma uma um único curso, poderia dar algum diploma, Porque o científico e o clássico não davam diploma de nada. Era o curso normal, o curso de formação de professores. Mas era só no Colégio das Freiras, que naquela ocasião só tinha alunas. Era só feminino. Mas em Itapira, cidade vizinha, tinha um tinha um instituto de educação, Euvira Santos de Oliveira, que tinha curso para formação de professores de ambos os sexos. O curso de formação de professores era da pré-primário, primário ãh ãh, pré-normal, normal e segundo normal. Como eu havia feito o primeiro científico e passado para o segundo científico, eu ganhei o o pré-normal e já entrei no primeiro normal. Então o curso que seria de três anos eu fiz em dois. Então, eu fiz formei professor primário, porque eu queria começar a trabalhar logo e, em seguida, estabelecer minha vida e queria casar. Tudo bem. Então, eu fiquei estudando nesses diversos lugares. Formei professor primário. Aí comecei... ãh. Tinha uma professora que dava aula... Você se formou jovenzinho, então? Dezoito anos. Hm Dezoito anos. Aí tinha uma uma uma amiga que era professora no interior de São Paulo. pontal do Paranapanema, lá perto, em Presidente Pitácio. E ela sugeriu para mim, assim, por que você não vai lá? Porque era difícil escolher uma escola, tinha que prestar concurso, demorava muito. Havia muitos professores e poucas vagas. Você vai lá, você fica como professor substituto, tem muita falta de professor. E eu fui para lá, eu e mais um um grande amigo meu, fomos para lá. E realmente cada um de nós pegou uma escola rural, uma escola isolada da cidade, para darmos aula. Fiquei lá um bom tempo, chama sítio São José.
Mas onde o senhor era hospedado?
Eu ficava na casa de um sitiante, cuja propriedade tinha escola. Então as crianças vinham dos sítios ao redor. Essa casa não tinha luz, não tinha telefone, não tinha nada. E eu Então, foi uma experiência totalmente... para mim, filhinho de papai e de mamãe, né? Sempre acostumado a ter todo o conforto em casa. Mas eram pessoas extremamente boas. Eu ficava na casa com eles e eu sentia falta da comunicação. Mas foi pouco tempo, isso uns dois meses, por aí.
E a aula em si? O senhor lembra da da da primeiro primeiro dia de
Lembro. Primeiro dia de aula, eu achei que eu era um sábio. E a aula, acho que tinha quatro horas de aula, se não me engano. Mas na primeira meia hora eu tive a impressão que tudo que eu aprendi em vários anos de estudo, eu já havia trans transmitido para os meninos. Falei, e agora, o que que eu faço? Parece que toda a minha sabedoria foi feita assim. <laughs> Aí comecei a planejar melhor e as aulas e fui dando aulas. Estabeleci uma camaradagem muito grande com os alunos. Tudo era difícil para para a gente, para o professor, como para os alunos e a família deles. Mas foi extremamente agradável, porque eles vinham muito sujos.
Qual a faixa etária das crianças?
Das crianças, era de sete a... Naquela altura, de sete a dez ou onze Então era alfabetização. Alfabetização. Eram as três séries. Primeira Primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Desde alfabetização até um um ensino mais mais elevado. Eh então eu falei, olha, eu quero ver todo mundo aí com o cabelo cortado, limpo, banho tomado, senão não entra aqui. Ninguém obedeceu, evidentemente. Aí eu dei um ultimato. Na segunda-feira, quem vier com o cabelo comprido, eu vou cortar aqui na porta da escola, antes de entrar para a escola. Claro que muitos fizeram isso como desafio e eu cortei o cabelo deles. Mas aí foi se tornando uma amizade tão grande com os pais dos alunos. Os alunos acho que gostavam muito. E eu ganhava coisas curiosíssimas. Ganhava uma dúzia de ovos, uma galinha, um sabe? Uma leitoazinha, que ia para casa lá onde eu estava alojado, né? Mas era um reconhecimento. Eu estava dando aquele cristinho. Dava um um um pacote, um quilo de feijão, talvez, ou um quilo de arroz, sei lá o que eles davam. Era uma forma de ãh reconhecimento muito grande. Mostrava o desejo que os pais têm de dar uma cultura para os seus filhos. Então foi valiosa essa experiência. Uma visão de mundo diferente daquele que eu conhecia. Aí
Aí o senhor retornou... Aí retornei.
Aí comecei a dar aulas avulsas, assim como substi professor substituto, na minha região. Isso foi nos anos de Em mil novecentos e cinquenta e oito, em Itapira, foi criado um curso de aperfeiçoamento do professor primário. Então, lá voltei para Itapira, prestei uma espécie de vestibular e, nessa altura, e fiz o curso. Era um curso de um ano, já já formados né, e tinha como companheiro meu atual cunhado, foi aí que ele conheceu a minha irmã, que ele fazia o curso normal e eu fazia já o curso de aperfeiçoamento. Então nós viajávamos todo dia com o Fordinho vinte e nove, dele, no tio dele, ele morava com a avó e os tios, que perdeu a mãe quando fale quando nasceu. E E aí nós íamos todo dia de manhãzinha para Itapira, com o carro que tinha no momento. Pegávamos mais quatro colegas de Mogi mirim para fazer os seus estudos também em Itapira. Eles todos fazendo o curso normal e eu fazendo esse curso de aperfeiçoamento. uma alegria marcante para mim, porque ao final do ano, Itapira é uma cidade bastante bairrista, todas as cidades do interior eram, não sei se ainda são, bairristas. Eles tiveram a bondade de escolher como orador da turma a mim, da minha turma no curso de aperfeiçoamento, e o meu cunhado da turma dele no curso normal. Então foi uma coisa muito linda, teve o baile, aquela história toda, foi muito
bonito. Aí o senhor se formou
Formei. Fui ficando por lá, num dado momento, Eles têm um concurso público.
Só uma coisinha, a namorada nisso? Continuando. Ah, tá, firme.
A minha, firme, é. <laughs> Nós vamos fazer, agora, no ano que vem, em setembro, cinquenta anos de casados. Beleza. E Então, sempre namorando, sempre aquela preocupação de querer casar. Mas eu sempre tive muita vontade de fazer a faculdade. E das coisas que mais me interessavam nas leituras que eu lhe contei, que eu fazia quando criança, era a Universidade de São Paulo. Porque ela era nova. Eu sou de trinta e seis, acho que ela era de trinta e nove. Então era muito assunto. Aqueles nomes maravilhosos. Um deles, o Levi Stroh, que acaba de morrer agora há poucos dias, um antropólogo e tudo. Eram ícones para mim.
Você tinha esse contato pelos jornais. Pelos jornais.
Pelos jornais, pelo Estadão. Estadão era leitura diária, obrigatória. Então, eu tinha muita vontade. Eu preciso ir para São Paulo, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso fazer a faculdade de Direito no Largo de... Faculdade não direito ainda, a USP. Preciso fazer um curso na USP. Eu havia prestado um concurso público, de escriturário, assistente de administração. Fui chamado e, em mil novecentos e sessenta , vim para cá.
Para qual órgão que o senhor tinha prestado?
Era geral do estado. Hmm. Mas eu, quem sabe muito metido, eu quis saber onde é que eu ia trabalhar. Eu conheci a São Paulo porque eu vinha muito com meus pais, com meus avós, tínhamos parentes aqui. Então eu vim a São Paulo, escolhi três. a Junta Comercial de São Paulo, o Departamento Estadual da Administração, chama-se DEA, e a à tê ele, Assessoria Técnico-Legislativa. Eu quero ver esses três órgãos. E fui lá, imagina só, um menino do interior, fui conversar com o diretor de cada uma delas e saber como é que era aquilo, como é que era o serviço, o ambiente e tal. E acabei gostando dessa á tê ele Gostei mais dela, porque assessoria técnico-legislativa. O nome era bonito, pessoas bonitas. Eu sabia que aquilo ali era uma nata de funcionários, embora a minha função fosse pequenininha. Ficava na Avenida São Luís, que eu sempre achei a mais bonita de São Paulo. E a São Luís, naquela ocasião, tinha aquele arvoredo todo no canteiro central, nas laterais, naquelas palmeiras. E foi ali na rua, Avenida São Luís noventa e nove, quarto andar, que eu comecei, em mil novecentos e sessenta, comecei a trabalhar. E a minha mulher havia prestado um concurso também e entrou para trabalhar na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, ali no predio da Secretaria da Fazenda, no começo da Avenida Rangel Pestana. Mas ela era namorada ainda, né? Namorada. Ata. Começamos assim, no ano de mil novcentos e sessenta. No dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e sessenta, casamos. Fomos morar na Bela Vista, no Bixiga, na rua São Domingos, dois oito oito, segundo andar. E íamos a pé. Não tínhamos carro, não tínhamos nada. Mas dali até a Avenida São Luís, onde eu estudava, era cinco, dez minutos a pé. E ela ia até a Secretaria da Fazenda, pela Rua Maria Paula, aquela coisa, muito pertinho.
Mas deixa eu voltar no seu trabalho um pouquinho. O que era o seu serviço? O que o senhor fazia?
Era acompanhar qual era a função da assessoria técnico-legislativa. Cada projeto apresentado na Assembleia Legislativa, quem quer que fosse, era aberto um processo na assessoria técnico-legislativa, que na verdade era a assessoria técnico-legislativa do gabinete do governador. Então, era aberto um processo em que a primeira página era uma cópia do projeto de lei. Em seguida, essa assessoria expedia ofícios pedindo o parecer dos secretários, dos diretores, dos órgãos correlatos com o objeto daquele projeto de lei e ia acompanhando o andamento do projeto de lei. Isso eram os advogados da assessoria. E nós, funcionários, botávamos papéis e E cuidava tudo isso. Eu fui chefe também da sessão de protocolo, subchefe da sessão de protocolo, e depois chefe.
E era... O senhor lembra do primeiro dia de trabalho? Lembro. Porque o senhor estava chegando assim.

Como é que foi isso? Então, um rapaz lá do interior, naquela época, eu trabalhava da meio-dia às seis ou às sete, não sei. Era meio período. E eu vim, cheguei no centro, fiquei... Até eu casar em setembro. Isso foi em fevereiro. Então, naquele dia, eu cheguei às onze e pouco na cidade. Ia começar meio-dia. Fiquei sentado num banco da Praça da República olhando para o relógio na expectativa de sair meio-dia, pouco antes da meio-dia, para entrar lá. E fui bem recebido, me ensinaram um trabalho, fui fazendo, tatilografava, fazia esses arquivos, acompanhava e ia despachar com o assessor-jefe no gabinete do governador. O que eu ia fazer? Eu ia com as pastas e sempre eu estava por dentro dos assuntos, ele falava, tem tal projeto, tem isso, porque quando chegava quando a Assembleia Legislativa aprovava um determinado projeto de lei, fosse de iniciativa de algum deputado ou do próprio governador, eles mandavam o que se chama autógrafo. A Assembleia aprovava, mandava o autógrafo que vinha para esta assessoria. Esta assessoria, com todos aqueles estudos, Ele aprovava, conforme o caso, duas versões. Uma era o veto, aquele projeto de lei, outra era um veto parcial, mantinha alguma coisa, vetava outra, ou aprovação total. Todas as versões eram com justificativos. Diariamente, ou quase que tanto, o assessor-chefe ia ao Palácio dos Campos Elíseos, despachar com o governador e falar, tem esse projeto assim, houve manifestação favorável desse ou daquele ou outro, é interessante, então o senhor poderia transformar em lei, assinar a lei, está aqui o texto de uma lei para assinar. Ou então, quem sabe, sugerimos vetar, tinha textos prontos, e o governador, ouvindo o seu secretario... e mais alguns seus assessores de gabinete, ele sancionava a lei ou vetava, tudo bem.

Antônio, é uma coisinha. Me parece, então, que foi um rompimento já com a cidade interior. Essa vinda do senhor para São Paulo já foi para ficar aqui na capital. Foi isso que aconteceu? O senhor saiu para, veio trabalhar...
Foi isso que aconteceu, como acontece até hoje, se entendermos, ficar na capital. De segunda, naquela ocasião, a sábado. Hoje, de segunda a sexta. Mas o fim de semana sempre era no interior. Nunca perdi meus vínculos com o interior. Na verdade, naquela época, casamos em... Eu vim para cá em definitivo. Em fevereiro de mil novecentos e sessenta. Casamos em setembro de mil... novecentos e sessenta. E a gente tava apertadinho, né? Então não tinha muita condição de ir para lá e voltar toda hora. Não tínhamos carro, mas íamos de trem. E, mas... Então essa ligação com o interior continuou sempre muito profunda.
O senhor falou que foi morar no Bixiga, né? Morar no Bixiga. E como que era o Bixiga?
O Bixiga era ótimo. Era tudo aquilo que se pensa do Bixiga, que talvez já não seja mais. Eram os teatros que estavam ali, os românticos, os barzinhos, estava tudo a um passo da minha casa. O Teatro Brasileiro de Comédia, <clears throat> Maria da Costa, todos eles, ali por perto. Os artistas, eu ficava na janela do apartamento, via lá passar todos aqueles artistas, diretores. Eram pessoas conhecidíssimas, porque nessa altura, mais ou menos, eu acho que Franco Zampari formou a Companhia Cinematográfica Veracruz e criou o Teatro Brasileiro de Comédia, o tê bê cê. Então era, ali estava a nata dos artistas brasileiros e de todos os profissionais de teatro e cinema. Então, era interessante. A gente ficava mais ou menos deslumbrado. É sempre muito bonito ver os artistas.
E o senhor <clears throat> lembra de algum que tenha marcado, que o senhor viu e ficou registrado?
Ah, eu... Bom, o velho Paulo Autran, a Tônia Carreiro, que naquela época tinha aquela companhia Tônia, Tchely, Autran, que era o Adolfo Tchely, o Paulo Autran e a Tônia Carreiro, né? Tônia, Tchely, Autran, todos eles. Aquele que fez o Pagador de Promessas, morreu agora há poucos dias, o... o diretor do filme, o Anselmo Duarte, não me lembro o nome agora, o que carregava a cruz. Leonardo Vilar. Leonardo Vilar. Eu acho que ele morava até ali por perto de casa, porque toda hora eu via. E eu admirava demais o Leonardo Vilar.
Mas assim, para o senhor foi uma diferença.
Cassilda Becker e tudo mais. Era um mundo novo. Um mundo que eu acompanhava pela leitura dos jornais no interior. E daqui a pouco eu estava dentro dele.
O senhor lembra qual foi o primeiro assim espetáculo ou filme que o senhor assistiu quando veio?
Não, não me lembro. De teatro, não. Filmes, sim. Eu conhecia todos os cinemas de São Paulo.
O que o senhor assistia na época? O senhor lembra?
Ah, eram os filmes gostosos da Metro Goldwyn Mayer. Muita música, muita coisa bobageira. Os filmes épicos, essas coisas.
Tem algo marcante?
Eu não sei, sempre me lembro, no passado, depois do Vendaval. Mas não foi logo dos primeiros, mas depois do Vendaval foi um filme com o John Wayne e aquela ruiva, que eu não me lembro o nome, me marcou muito. O Bom Pastor.
Porque uma curiosidade, quando o senhor tinha falado de Itapira, de Santo Antônio da Posse, lá não tinha muito essas atividades culturais, né?
Só, cinema. Cinema, nós íamos. Quando eu era namorado, nós íamos ao cinema quase todo dia.
Ah, lá?
À noite tinha, tinha cinema, sim. Na minha cidade tinha também. Teatro, não. Teatro, eventualmente, passava alguém fazendo lá, não sei, Enriqueta Brieba, mas outros assim.
E que filmes que chegavam na cidade do senhor lá?
a todos os que passavam em São Paulo, mas com muita tardança iam para lá. Esse aspecto do cinema é um aspecto maravilhoso na minha vida. Por quê? Santo Antônio de Poço fica próximo de Mogimê, muito poucos quilômetros. Então, como a cidade era muito pequena, eu acho que não compensava alugar filmes das fornecedoras para passar lá no sábado e no domingo. Eu acho que era só os dois dias da semana que passava. Então passava primeiro em Mugimirim e depois ia passar. Então aquele filme, o Cinema Paradiso, filme italiano, o Cine Paradiso, para mim é história, para mim é quase uma cópia da minha vida. Por quê? O projecionista do cinema de Santo Antônio de Poça era meu tio, irmão do papai, irmão abaixo do papai. O projecionista do cinema de Mugimirim era tio da minha mulher. Tanto quanto aquele menino do Cinema Paradiso, não sei se você assistiu ao filme, uma música lindíssima do Ennio Morricone. Eu era um menino. Eu era um menino. E eu subia lá na... Tinha uma escada. Eu subia lá na sala de projeção. E o meu tio era perfeccionista. Ele ficava cuidando para que os filmes projetados não se queimassem. Era projetor a carvão. E que não se queimasse. E eu, ao contrário, torcia para que queimasse. Porque cada vez que queimava, Ele tinha que cortar o celulóide. E cortava um quadrinho ou outro que eu fazia coleção dos celulóides. Então, para mim, era uma beleza. Eu vivia o filme e depois eu tinha o celulóide como uma, uma, comprovação de que eu via aquele filme e que eu gostei. Fazia muito isso. Mais ou menos como foi no Cinema Paradiso. Outro aspecto semelhante ao Cinema Paradiso, o filme e a cidade. Passava primeiro o filme em Mogimirim. Depois alguém trazia para cá, para Santo Antônio de Pozzi. Acontece que, às vezes, entre uns rolos e outros, demorava um pouco. Todo mundo, no cinema de Santo Antônio de Postos, ficava batendo os pés no champa. O Jimirim, não manda esse filme logo para nós aqui, é uma vergonha, não sei o quê. Ficavam reclamando. Igual ao Cine Paradiso. Cine Paradiso é uma história que poderia se filmar se na minha cidade o Jimirim seria absolutamente real.
Deixa eu voltar aqui. Bom, o senhor estava no Bixiga, então o senhor morava com a sua esposa. Era uma... Um apartamento.
Um apartamento. Isso. Um apartamento. Tinha um quarto, uma sala, uma kitnet e banheiro. Ali tivemos a primeira filha. A Ana Cíntia. Cíntia. Primeira filha. E então à noite... A filha... O quarto era bastante grande. Mas tínhamos uma babá para filha e ela dormia no sofá da sala. que era improvisado à noite como cama. Mas tinha essa praticidade, por quê? Então, estávamos em mil novecentos e sessenta, casamos no final do ano. Em mil novecentos e sessenta e um, nós viemos para cá para estudar, para melhorar de vida. Eu fiz o curso preparatório para a Faculdade de Direito, do professor Tolosa. Então eu fiz esse curso. Ao final do ano eu me inscrevi na Faculdade de Direito de São Paulo, do Largo de São Francisco, e na Faculdade de Mackenzie. Eu senti muita influência para me decidir por direito pelo trabalho naquela assessoria técnico-legislativa. Me entusiasmava muito ver o trabalho dos advogados, aqueles assessores, estudando, opinando, dando o parecer. Então eu me inscrevi nas duas. Cheguei em casa um dia muito feliz, falei para minha mulher, olha, fiz a matrícula hoje. Largo de São Francisco, venho na Mackenzie. Mas a troca do que que você vai fazer na Mackenzie? Mesmo que você preste e passe, nós não temos condição de pagar aluguel, pagar isso, pagar aquilo e pagar a faculdade. Não pode ser. Nem perca tempo. Eu não prestei concurso na Mackenzie. Prestei só na São Francisco. E entrei. Ai... Isso foi em sessenta e um, no final de sessenta e um, o vestibular. Aí fiz de sessenta e dois a sessenta e seis a Faculdade de Direito do Largo São Francisco e me formei lá.
Mas continuou trabalhando? Ai...
Nessa altura eu trabalhava em um escritório de advocacia como estagiário. Quando foi pelo terceiro ano da faculdade, mais ou menos, Uma colega da repartição que eu trabalhava, da assessoria técnico-legislativa, a Mariazinha Opsi, ela tinha dois irmãos com um escritório ótimo em São Paulo, de muito bom nome, o escritório doutor Roberto Opsi. E ela falou, não, Antônio Carlos, eu quero que você vá lá. Vai lá, vai trabalhar com meus irmãos, você vai estagiar lá, que é uma beleza. E ela marcou uma entrevista, fui lá e realmente comecei a trabalhar com o doutor Roberto, e... É um grande amigo meu até hoje, uma pessoa extraordinária, uma formação íntegra, uma inteligência inigualável, sabe, com princípios de ética que eu respeito até hoje e ele transmite isso para quem está por perto dele. Aí eu fiquei trabalhando com ele. Depois disso, tem alguns anos.n Aí Aí o maior cliente dele era uma empresa chamada Esteve Irmãos S.A. Comércio e Indústria. É um grupo de espanhóis catalãs, de origem catalã, uma empresa muito grande, que trabalha com algodão e café. Eles, num dado momento, resolveram ter algumas pessoas, um jurídico interno, dentro da própria empresa, e não só ter assistência do escritório do Dr. Roberto. Aí, passado algum tempo, eles me colocaram lá, ao lado de outros dois advogados que já tinham ido, e eu fui para lá também.

Depois foi dissolvido esse escritório interno da empresa, mas eu continuei. Em mil novecentos e sessenta e sete, eu estava... em mil novecentos e sessenta e seis já me chamavam de doutor Grimaldi, mas eu não estava formado. Eu colei grau naquele ano. Aliás, a colação de grau foi em abril de.... E, em abril, começo de sessenta e sete, foi extinto o jurídico interno, aí eu passei a ficar sozinho, embora com a colaboração do escritório do João Roberto de fora. E, em mil novecentos e sessenta e sete, marcou por toda a alteração da legislação tributária brasileira. Então, eu estudava para caramba, trabalhava demais, levava para casa, passava a noite inteira estudando os problemas. E o prêmio foi que, em dezembro de sessenta e sete, eu tive uma bruta de uma depressão. Mas, felizmente, sobrou. Para curtar a história, isso foi em sessenta e sete, comecei em sessenta e seis lá. Hoje, eu continuo na mesma empresa, já aposentado, mas tenho o cargo de direção de uma das empresas do grupo e eu estou por lá. Atualmente chama EISA, E-I-S-A, Interagrícola. Mas o grupo é Esteves Irmãos. Esteves não, Esteve Irmãos.
Nessa atuação assim da, do exercício do direito, assim, tem algum, assim, algum caso que o senhor pegou que foi muito marcante para o senhor conseguir?
Muito, muito. Primeiro, eu tinha que dar assistência não só à matriz, como às filiais da empresa no interior de São Paulo e Paraná. Aí eu fiquei conhecendo o Paraná que eu não conhecia e fui formando amigos em todos esses lugares. Eu fazia reuniões em cada filial para explicar toda a novidade dessa nova legislação tributária que começou em mil novecentos e sessenta e sete. Eu fazia reuniões periódicas, ia de carro ou de avião para Londrina, Maringá, Curitiba. Então, praticamente, eu pude colaborar de perto com as pessoas que instituíram o i cê eme, implementaram o i cê eme no Brasil. No Paraná, uma figura extraordinária chamada Luiz Fernando Van Erwin van der Broeck. Aqui em São Paulo, Antônio Pinto da Silva. Na Bahia, José Maria. E essas eram as três principais cabeças que mais conheciam o i cê eme. Eu trabalhava muito com eles. Então eu pude não só aprender, como colaborar em algumas coisas. E assim, até na elaboração de uma legislação regedora, da parte que eu... que eu atuava, ou seja, na parte de comercialização, exportação de algodão, café, na parte de armazéns gerais. Aí eu passei a ser assessor, por ser advogado de uma empresa, de uma das maiores empresas do setor. É... Passei a dar uma assessoria à Bolsa de Mercadorias de São Paulo, na Itambolsa, aos sindicatos dos maquinistas exportadores de algodão, de café, o pessoal do Café de Santos e ao sindicato dos maquinistas de algodão, chamam-se Indusfibra, do estado do Paraná. Então, formou-se uma grande amizade com as secretarias de fazendas desses estados e, com um trabalho absolutamente correto, havia uma credibilidade recíproca de expor problemas e procurar soluções. Eu acho que isso foi um grande marco que, até hoje, eu não esqueço. E um outro marco interessante é que, atuando desta forma, eu, para o meu orgulho, passei a integrar o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, TIT. T-I-T O Tribunal de Impostos e Taxas, esse é um capítulo muito especial na minha vida. É um órgão judicante e administrativo que julga os processos de infração tributária, os tributos do Estado de São Paulo. Esse é um tribunal que foi criado em mil novecentos e trinta e cinco, um ano antes de eu nascer. Ele é um tribunal paritário, ou seja, ele é composto de metade de seus membros, chamados juízes. Na verdade, seriam conselheiros, mas a denominação é juízes. Metade dos juízes é representante constituída por representantes da Secretaria da Fazenda, funcionários públicos. e a outra metade é por indicação dos contribuintes. Como eu dava assistência direto à Bolsa de Mercadorias, aos sindicatos patronais de algodão, de exportadores e maquinistas de algodão e de café, do pessoal de Santos, da Bolsa de Santos, eles me indicavam para lá. Eu era um representante. Mas o curioso é que, como advogado dessas entidades, Eu ia a todo momento nas secretarias de fazendas, especialmente do Paraná e de São Paulo. E numa dessas idas a tratar de assuntos, resolver problemas daquela legislação nascente, o coordenador da administração tributária aqui, a pessoa a quem o tribunal se subordinava, Ele falou assim, olha Grimaldi, um dia eu vou comprar seu passe e vou trazê-lo para cá. Parecia uma brincadeira entre amigos. Acontece que um dia lá alguém me telefona e me fala, você leu o diário oficial de hoje? Não, você está nomeado para o Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo como um dos doze juízes contribuintes. Daí foi uma surpresa. Eu acumulava, então, a função de advogado da empresa e tinha sessões do tribunal duas vezes por semana, às vezes três vezes por semana, de manhã. Logo de início me deram a presidência de uma das câmaras do tribunal, tribunal formado por câmaras. Então, eu fui presidente de uma dessas câmaras. E depois eu fui juiz lá vinte e três anos, tendo sido vice-presidente do tribunal também. Os mandatos eram renovados a cada três anos naquela ocasião. E assim foi renovando, renovando sucessivamente. Fiquei vinte e três anos no tribunal. Mas nisso, ó...
Voltando, o senhor já tinha saído do Bexiga?
Já, a é verdade.
Isso, como é que foi isso?
Bom, acho que em mil novecentos e sessenta e quatro, eu estava na faculdade, continuava trabalhando, eu estava na passagem da assessoria técnico-legislativa para este escritório onde eu fui estagiar. Nós mudamos, compramos uma casa na Pompeia, na rua Ministro Ferreira Alves. Então, moramos lá na Pompeia, tinha só a filha, a Ana Cíntia. Ali nessa casa, Morando nessa casa, tivemos mais dois filhos, o Marcelo, que na ordem é o segundo mais velho, e a Ana Beatriz. Depois de lá, mudamos para um outro, compramos um apartamento novo, também na Pompeia, na Rua Tucuna, e ali nasceu a Ana Paula, a quarta filha. Então, eu ia da Pompeia para a cidade, aí já tinha carro.
A assim? Na região, né? Na região.
Na região. E, há algum tempo, não sei quantos anos, uns vinte e tantos anos, ou quase trinta, Aí compramos um apartamento na rua Caiova, onde eu moro, que é Sumaré. É sempre a mesma região oeste de São Paulo.

Porque facilita, nós tínhamos os pais vivos, facilitava a saída para a região de Campinas. Para ir a Mugimirim, na casa dos meus sogros e meus cunhados, ou para Santo Antônio de Poça, na casa dos meus pais, da minha irmã e dos meus tios.
O senhor pegou a fase, então, que ia de trem para lá, depois... Não, depois carro.
A partir de sessenta e quatro, por aí, sessenta e cinco, carro. Ou até antes, ou até antes.
E o Alambra, como é que entra nessa?
Como é que entra nessa? Isso... Bom, o papai tinha um armazém e, num dado momento, um amigo dele comprou uma fazenda muito próxima à cidade, fazenda Monte Santo, e começou a lotear. Meu papai comprou alguns lotes bem encostados com a cidade de Santo Antônio de Poce e formou ali o que nós chamamos de A Chacrinha. Foram tantos lotes, foi A Chacrinha. E ali, meus filhos, os filhos da minha irmã e primos tiveram sempre uma acolhida, era um ponto de encontro. Porque nesse local foi feita a primeira piscina de Santo Antônio de Poce, imagina você. Papai aproveitou, num dos lados da chacrinha, tinha uma depressão no terreno, ele aproveitou aquela depressão e revestiu de tijolos e, claro, concreto e cimento, essa coisa toda, e ficou uma piscina. Durante muitos e muitos anos, todos os meus filhos aprenderam a nadar lá, meus primos e todo mundo. Era a única piscina da cidade. O ponto de encontro era a Chacrinha. Minha mãe fazia os almoços, meu pai trazia os amigos, aquela coisa toda. Churrasco e macarrão, aquela coisa toda. Era a Chacrinha. Mas num dado momento, mais tarde, ele comprou um sítio na Ulambra. A Ulambra era, ela tinha a Cooperativa Agropecuária Ulambra. Ela pertencia... O miolo dela, o núcleo central, por incrível que pareça, ele pertencia a quatro, cinco municípios. Uma parte era Artur Nogueira, outra parte era Cosmópolis, outra Jaguariúna, outra Santo Antônio de Poça e outra Mogi Mirim. Não sei quantos anos atrás, mas não me lembro agora a data, num dado momento, Olâmbra emancipou-se. E três, meu pai comprou o sítio na Olâmbra. Tinha treze hectares, que para lá é uma boa medida. E passados alguns anos, Olâmbra emancipou-se. Ela passou a formar o município de Olâmbra. para não ter esse problema de que isso pertence a Jaguariúna. A Jaguariúna deve fazer, mas não faz, porque acha que é de Arthur Nogueira e aquela coisa toda. Então, Olambra emancipou-se e ela começou a crescer. E como o nosso sítio estava na cidade, aí acharam que o papai devia fazer um loteamento. Como ele não tinha idade para isso, disposição para isso, e os dois únicos filhos, eu e minha irmã, também não, ou o meu cunhado, não tínhamos disposição nem tempo para cuidar disso, meu pai vendeu a parte do sítio, reservando a casa, sede e seis mil metros quadrados de terreno. Ainda vivos, meus pais passaram os bens para mim e para minha irmã. Entre outras coisas, esse sítio tocou para mim, esse da Olambra. Aí eu comecei a frequentar mais, a cuidar dele, e por ter o encanto da memória dos meus pais, Então eu me senti mais ainda preso a tudo isso. É por isso que eu frequento A Olambra e no meu livro, nas minhas crônicas, eu faço muitas menções a A Olambra. Estou dentro da cidade. O que era o sítio, hoje é zona urbana, com telefone, água encarnada, esgoto, iluminação pública. O chamado, minha casa, hoje tem em frente Duas avenidas, o bairro, em homenagem à minha mãe, que sempre gostou de flores, chama-se Morada das Flores. A rua de entrada para o sítio é a Rua Solidagos, que alguns chamam de tango, é uma florzinha amarela que o papai gostava muito. A outra rua é a Rua das Dálias. Então, eu estou no meio de flores.
E as crônicas, como que elas apareceram assim para o senhor?
As crônicas apareceram no momento em que eu fiz algumas operas, alguma cirurgia que eu não me lembro qual. Eu fiz várias cirurgias. Tenho seis pontos de safenia em mamária. Isso foi feito em mil novecentos e cinquenta e quatro. Não, não mil novecentos e setenta... E quatro. Depois fiz outra, que foi um aneurisma da horta, uma série de coisas. Mas tudo bem. Numa dessas, eu tive que ficar um pouco em casa. Eu nunca fui de parar. E nessa altura já tinha computador, então comecei a escrever algumas observações para passar tempo. Por exemplo, escrevi uma que chama-se O Ócio, que era justamente isso. Fico em casa fazendo o quê? Assistia já o programa da Ana Maria Braga, já tinha o programa da Ana Maria Braga. Eu fiquei com um negócio estranho, uma mulher que fala com um papagaio de pano e tal. E comecei com essas coisas assim. Depois foi pegando, passaram a ser mais ou menos semanais, depois para, depois volta. Mas era daquelas coisinhas para passar mensagem, para passar para pessoas amigas. O incentivador foi meu neto mais velho, Bruno, que hoje tem vinte anos anos, vai fazer vinte e um anos agora em dezembro. muito culto, gosta muito de ler. E ele disse, ah, vovô, escreve qualquer coisa, escreve para mim. Estes foram os três estimuladores, o Bruno, meu neto, o meu cunhado, Silvio, e uma tia, tia Marina, que é uma queridíssima tia, que mora em Taubaté. Então, o negócio mandava cartinhas, uma coisa, outra, e era interessante. Então, eu passei a fazer umas pequenas crônicas. E aí começou. Se for sistematizando, são muitos.
Tem alguma predileta? Tem alguma que o senhor acha que é sua favorita?
Pelo conteúdo, não pela qualidade delas, né, qualidade literária. Pelo conteúdo. Tem uma que se chama Quarteirão, outra que se chama Migalhas, outra que se chama Cacos. Algumas que eu fiz em homenagem a amigos que eu perdi, muito queridos. Um exemplo, o ex-secretário da Fazenda do Paraná, Luiz Fernando Vanerva, em Vanderbroek. Um amigo de faculdade, ele já era militar, da Polícia Militar de São Paulo, mas fez direito comigo, o coronel Alauro Godói. Mas algumas coisas assim, memórias. Memórias. Memórias da minha cidade. Então tem várias delas aí que eu gosto.
E olhando para as memórias, é, essa que o senhor estava colocando, tem alguma que sempre vem com mais frequência, que o senhor guarda, que seja muito marcante?
Das crônicas?
Não, assim, da cidade. Ah, da cidade? Isso.
Eu acho que a minha cidadezinha de quando eu era pequeno.
O que o senhor mais sente falta?
Eu sinto falta daquelas pessoas que eu conheci. Eu às vezes eu me atrevo a pensar que o meu mundo é um mundo tipo estribo de bonde, que só cabe mais gente, mais gente, mais gente. Não é para sair ninguém, não. Então eu sinto muita falta daquelas pessoas que eu passo, que morava fulano, lá, ciclano. Não sei, me acompanhavam. Pessoas que, quando eu passava na rua, falavam, ô, Itininho, como vai?

O que você vai fazer? Você vai fazer compra para sua mãe? Vai para escola? Tá na hora disso, daqui? Acho muito gostoso isso. Foi muito feliz. Eu acho que a minha cidadezinha era muito interessante. Depois, as coisas mudam, como em toda parte. A propósito disso, eu escrevi uma pequena crônica que se chama Gente de Fora. Porque vivendo em vários mundos, tendo contato com várias pessoas, eu percebi que uma reclamação constante em locais que tinham alguma tradição, é que quando acontece algum problema desagradável na cidade, eu falo, mas quem foi isso? Ah, eu não sei. Mas é gente de fora. Parece que tudo que é de mal é gente de fora. Os de dentro sempre foram bons. Eu sinto isso. nos mais variados lugares. Eu frequento muito Cuiabá. Eu vou ao Mato Grosso há trinta e seis anos. A primeira vez que eu fui foi em outubro de mil novecentos e setenta e três a escritura de compas de uma área de terra chamada Colniza, que hoje tem um capítulo especial no livro, é um capítulo especial, quem sabe o último dos especiais da minha vida. A gente pode falar mais tarde sobre isso. Mas, seja Cuiabá, que eu frequento muito, seja Santo Antônio de Poça, chegando a Olambra, Mojimirinho, esses lugares que eu frequento com mais assiduidade, eu sempre ouço essa referência. O que que aconteceu? Ah, mas aconteceu uma coisa terrível. Mas como é que foi acontecer? Quem que fez uma coisa dessas? Só pode ser gente de fora. Eu fiz uma crônica a esse respeito.
E aí como é que foi então? O livro foi lançado... No final do ano passado. E como foi isso, Próximo? Para mim foi uma alegria tremenda.
Eu chorei bastante de emoção. Nós estávamos passando a véspera do Natal na casa da minha irmã, lá em Santo Antônio de Pozzi. E num dado momento, a minha mulher e os filhos chegaram com umas caixas, assim, e falaram, papai. E mostraram aquilo. Então, eles, meus filhos, Nora, genros, minha mulher, meu neto, eles acabaram escolhendo por aqui e por lá, deviam ter algum arquivo destas crônicas, pegaram algumas a critério deles, tudo corrido, parece que segundo me disseram, fizeram tudo corrido, mandaram imprimir, pegaram umas fotos que já tinham, E esse foi um presente. Porque muitas pessoas falavam que eu devia lançar um livro, fazer um livro com suas crônicas, mas tinha que fazer. Porque normalmente é, como se diz assim, revisão do escritor. Por quê? Porque eu sento no computador, faço alguma coisa e pumba, passo. No outro dia eu verifico que saiu, de repente, um X onde devia ser ch ou um c cedilha onde devia ser dois S. Coisa assim, ao pé do ouvido, não na correção da letra.
Então, seu Antônio, o seu dia-a-dia é assim então? O senhor continua trabalhando?
Continuo trabalhando. Hoje eu estou, de certa forma, estou realmente aposentado, mas eu continuo na direção de uma empresa que se chama Coloniza Colonização Comércio e Indústria, que é uma das empresas do grupo Esteve, e é uma empresa que tem uma área no estado de Mato Grosso adquirida para o fim especial de colonizar. Então, desde o começo, eu comecei a atuar com ela para resolver alguns problemas e acabei me tornando um dos três diretores dela. E acabei me tornando o executivo principal dela.
E aí, junto com isso, o senhor escreve as crônicas? Exato. Paralelamente?
Não, crônicas só nas sextas-feiras mesmo. Nas sextas-feiras, no final do dia, na hora da novela.
Aí o senhor falou de netos, quantos netos que o senhor tem?
Eu tenho sete netos. Quatro filhos casados e dois netos. Os netos são o Bruno, é o mais velho, tem vinte e dois anos, vai fazer vinte e dois anos. Ele entrou ao mesmo tempo na faculdade de letras da USP e de economia... Mas depois, o grande sonho dele é ser professor. Ele gosta muito, ele lê muito. Mas ele acabou deixando as duas, trancou a matrícula das duas e prestou novamente concurso em vestibular na PUC de economia, está fazendo economia. E dá aulas de inglês na FISC com vinte... O segundo neto é a Isabela, é uma neta. O Bruno é filho da Ana Cíntia e do Roberto Azen. A Ana Cíntia separou-se mais tarde do Roberto. A Isabela é filha da Ana Beatriz e do Marcelo Café. A Isabela está, ela estuda no Dante, está no colegial e no momento ela está fazendo o segundo semestre do segundo ano colegial em Adeleide, Adelaide, na Austrália. Deve voltar agora no final do ano. Pela ordem de idade, o terceiro neto é o Victor. Pela Grimaldi, filho do Marcelo e da Iliana. Está fazendo colegial no Dante. <laughs> O Victor.
A gente chegou em sete? Deixa eu ver. Puxa. Foi o Bruno, depois foi...
Depois tem o Luide, filho do Marcelo e da Iliana. Depois tem a Ana Carolina, filha da Ana Paula e do Jordi. E, por último, o Joaquim, filho da Ana Paula e do Jorge.
Que beleza, que família. Linda. E a senhora, olhando essa família, o senhor falou, inclusive, que teve várias cirurgias, né? Tive. A família deve ter sido muito importante.
Muito importante, muito. Deu todo apoio, tudo. Mas, felizmente, eu estou bem. Mas se preocupam comigo. Eu tenho um controle de radar com eles, eles comigo e com minha mulher. O meu celular fica ligado vinte e quatro horas por dia. E os filhos ligam todo dia para mim e para minha mulher.
E como que é esse seu Antônio vovô?
Ah, extremamente carinhoso eu sou. Muito carinhoso, adoro meus netos e não gosto de que ninguém fale alto com eles, nada, nada, nada. Eu adoro, adoro meus netos. Um relacionamento extremamente amigável. Se você ler aí no livro umas dedicatórias que eles fizeram, até o pequenininho, que agora tem dois anos, O Joaquim, ele falou alguma coisa e a irmã Ana Carolina, que tem seis, deve ter escrito lá. Mas até o Caio, filho da Ana Beatriz também, que é mais velho do que a Ana Carolina. A Ana Beatriz e o Marcelo Café. Então, eu sou muito chegado com meus netos, mas muito. Loucura por eles. E eles acho que dividem isso comigo também. Estou correspondido.

Antônio, a gente está até... Você quer falar alguma coisa disso? A gente está finalizando, tá? isso. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de deixar registrada que eu não estimulei o senhor a estar falando?
É, tem. Uma coisa muito importante, essa cuniza. Quanto tempo eu tenho? Colnisa. Colnisa é uma empresa, foi constituída para colonizar, é uma empresa particular de colonização. Houve uma época no Brasil, nos anos setenta, que havia um estímulo federal para a ocupação da Amazônia, para nova fronteira agrícola. Naquela época, não se falava em sustentabilidade do meio ambiente, como não se falava o quão mal faz um cigarro, o fumar. Ao contrário, havia estímulo. Era bonito ver fumar. Os artistas fumavam, todo mundo queria fumar também. E a Amazônia, queria que fosse ocupada para que outros não ocupassem. O lema na ocasião era integrar para não entregar a Amazônia. E com isso houve uma série de benefícios, estradas novas que surgiram. E esta empresa, o Colunizio Colonização e Comércio e Indústria, num dado momento da sua história, ela adquiriu, aliás, bem no início da sua história, em mil novecentos e setenta e três, ela adquiriu uma área de quatrocentos mil hectares no noroeste do estado de Mato Grosso e começou a implantar um projeto de colonização. colonização rural. Para isso foi imaginado um projeto bastante moderno, na área central, um núcleo pioneiro, uma infraestrutura de apoio e depois estradas para acesso aos lotes e dividido em lotes rurais, as pessoas iam adquirindo para instalar seus sítios, fazendas e cada qual desenvolveria a sua atividade. É uma espécie de uma loteadora. Faz um loteamento e cada qual compra o seu lote e faz o que quer. Mas a primeira coisa que foi feita, nós tivemos que fazer, para termos acesso à rede diária do Estado, era uma área totalmente isolada. a Amazônia Virgem. Tivemos que abrir cento e tantos quilômetros de estrada, desde a estrada mais próxima para chegar até na área da empresa, na área chamada Coloniza. Uma área da Colniza ficou chamando, leva a Colniza, Colniza, Colniza, para onde você vai, vou para a Colniza. Era o nome da empresa que dava nome ao local. Fizemos o núcleo pioneiro, colégio, delegacia de polícia, aeroporto, posto de gasolina, farmácia, igreja, tudo isso. Daquele apoio. Depois começaram a chegar as pessoas que compraram seus lotes rurais e vinham se abastecer na cidade ou vender seus produtos. Núcleo urbano, não cidade.

Num dado momento, ela cresceu <clears throat> e ela estava no município de Aripuanã, no estado de Mato Grosso. O município de Aripuanã, na ocasião, era o maior município do mundo. Era enorme. E ela, num certo momento, tornou-se distrito do município de Aripuanã, de onde ela dista noventa quilômetros, cuja sede dista noventa quilômetros, cem quilômetros por terra. E foi crescendo, foi tomando corpo. Depois veio uma crise, uma das muitas crises pelas quais o Brasil passou e deu uma estagnação. Então as pessoas começaram a ir embora, juros muito caros, não havia preço agrícola. Estradas que nós fizemos, elas começaram a se tornar perjudicial porque madeireiros abatiam madeira, carregavam aquelas enormes carretas pesadíssimas, estragavam as estradas. E começou a decair muito. Aí fizemos, tivemos uma ideia. Nós estávamos, a meu ver, diante de um paradoxo. Nós com tanta terra e com tão pouca gente para ir para lá. E o Incra com tanta gente, para, querendo ser assentada e com pouca terra. Isso na ocasião. Então, fiz uma proposta. Se esta cidade morrer, dificilmente ela será ressuscitada, porque fica aquela marca, uma cidade morta, uma cidade parada, não é cidade, é um núcleozinho. Então o que o propus e os sócios da empresa aceitaram? Fizemos uma adoção de áreas ao INCRA, para o INCRA assentar seus colonos em área com tudo pronto, estrada na porta, infraestrutura feita, só botar lá, você fica no lote um, você no dois, com tantos secretários cada um. E fizemos o mesmo mais tarde com o tal de Intermate, que é o Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso. O objetivo, confessado, declarado no ofício em que nos propusemos a isso, era justamente conciliar o ter terra e não ter gente para ocupá-lo e o outro que tinha gente e não tinha terra para ocupá-lo. E não deixar a cidade morrer. Era renovar, dar um sangue novo para o núcleo urbano não morrer. E realmente surtiu efeito e a coisa foi crescendo. Depois o INCRA não deu atenção devido aos seus colonos. E ficou, eles eram muito abandonados, só iam lá receber dinheiro do INCRA. Venderam, entre aspas, posse para terceiros. Mas ficou uma confusão. O lugar prosperou. Prosperou a ponto de se tornar município. como era chamado Counisa, ou depois a empresa Counisa, a gleba Counisa, o distrito de Counisa, o município de Counisa. Eu nunca consegui mudar o nome. Eu gostaria de dar o nome de Perseverança Pacutinga, que é o nome de dois rios que passam por lá, bem no centro da cidade. Mas esse projeto tão bonito, ele foi instalado no centro da área, o núcleo urbano, que para depois, por irradiação, ele atingisse as bordas da área, partiu do centro para as beiradas. E assim foi traçado, não só do núcleo, como das vias, das estradas vicinais. Acontece que houve uma invasão muito grande. Como ela era atraente e o Incra, próximo a lá, tinha uma área com muitos assentados e sem infraestrutura, eles preferiram sair daquele local onde estavam. um município chamado Potriguastu, e invadiram a counisa para tomar essas terras que ali tinham apoio. Ali tinha escola, tinha igreja, tinha farmácia, tinha tudo isso. Bom, aí isso foi a grande tristeza da minha vida.
O senhor falou então que isso foi a maior tristeza da da
A tristeza foi essa invasão, essa depredação, porque fugiu do nosso controle. Como nesse país as coisas não funcionam bem, entramos imediatamente com uma ação de reintegração de posse que até hoje não foi cumprida. Até hoje. Isso vem desde mil novecentos e noventa e quatro ou noventa e oito Então, esta invasão, houve uma devastação na área. Uma devastação muito grande. Os invasores derrubaram as melhores árvores, mognos, cerejeiras e outras assim de primeira qualidade. E ficou uma devastação incrível. Tenho tudo documentado com mapas, fotografias de satélite, de como era quando nós tínhamos o domínio direto, efetivo da área e como é hoje. ou como foi sendo até hoje. Mas a verdade é que a counisa tornou-se uma realidade. Ela atendeu a ideia que tivemos. A ideia inicial era fazer de lá esse núcleo pioneiro, tornar-se um grande entroncamento rodoviário do noroeste do estado de Mato Grosso. E ela se tornou. Entroncamento sul-norte, hoje sai de Cuiabá, vai uma rodovia até a colunisa e de lá pode penetrar no sul do Amazonas, ou vem do leste de Mato Grosso, da região de Alta Floresta, quase leste de Mato Grosso, até o estado de Rondônia, passando por Conilhas. É um grande entrocamento. Geograficamente, estrategicamente, politicamente, tornou-se uma cidade importante. E é um orgulho que tenha sido feito isso. Outro dia, quando eu vim aqui, um dos seus colegas me perguntou se arrependo de ter feito isso. Não, não arrependo. Ela foi a última cidade a ser feita Último município, a última cidade do século vinte, a última criada. De lá para cá, não se criaram mais no Brasil. Ela hoje tem trinta e cinco mil habitantes. Como ela tornou-se município, ela tornou-se município não só com a área que pertencia originariamente à empresa Colniza, mas também a uma vasta área que foi destacada do município de Aripuanã. Então hoje ela tem como divisas o sul do estado de Mato Grosso, a divisa norte é o sul do estado do Amazonas, a divisa oeste é o sudeste de Rondônia. e a leste é o município de Quatriguaçu e ao sul o antigo município-mãe que era Aripuanã. Ela é um dos maiores municípios que se tem notícia, tem vinte e sete mil quilômetros quadrados, talvez maior do que alguns pequenos principados da Europa, e tem trinta e cinco mil habitantes, tem estação de televisão, tem hospital, tem estação de rádio, Tem um aeroporto muito bem feito que nós fizemos. Tem linha de ônibus diária que liga a cidade de Colniz à capital, Cuiabá. Enfim, é uma coisa bonita. A parte feia é a invasão e a degeneração irregular da floresta por terceiro. O faz parte da vida do senhor? Faz parte. Eu acho que o trabalho... eu tenho dedicado esses trinta e seis anos da minha vida a isso, esses últimos. Eu acho que é um trabalho que me deu a alegria de fazer tudo isso e que foi reconhecido por Estado que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso me otorgou a cidadania honorária do Estado, há alguns anos atrás. Mas o bonito foi a construção, levar as primeiras coisas numa avioneta, um Cessna duzentos e dez monomotor. Esse foi o nosso único meio de comunicação. De início.
O senhor olhando assim, é difícil contar a vida inteira, então pouco tempo, mas olhando para trás a vida do senhor, o que o senhor diria que foram os maiores aprendizados?
Primeiro pensado, de vida, meus pais. Isso marca, até hoje, eu procuro transmitir aos meus filhos e netos princípios de vida. Alguns em particular? Amor. Amor. Amor, afeição, dedicação, crença. Crença, fé, fé católica também. Segundo, foi alegria ter feito a Faculdade de Direito Largo de São Francisco. Isso pela ordem cronológica. Terceiro foi ter alcançado, o que para mim era uma beleza como advogado de empresa, de ser lembrado para o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado, onde eu permaneci durante vinte e três anos. Eu simplesmente adorava e tinha amigos extraordinários nesse período, um período muito importante na minha vida. E, por último, por ser continuado, começou há trinta e seis anos mas continua, é ter construído a Cuniza, ter feito uma cidade com um objetivo, que infelizmente não foi alcançado por causa da falta de apoio político, de apoio estatal. Nós denunciamos as invasões ao IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Justiça, Secretaria de Segurança Pública. Temos ações pendentes em integração de posse, mas infelizmente o poder público, ele é nulo, nulo, totalmente nulo. E assim vai se devastando a Amazônia e não se sabe por quê. Por ausência absoluta da mera presença do poder público. Um fiscal do Ibama decente que ficasse na região seria o suficiente para acabar com o desmatamento, para impedir o desmatamento. Um decente. Certo?
Se o senhor fosse selecionar uma imagem de alguma coisa que aconteceu na sua vida, qual imagem que osenhor Que o senhor selecionaria. Se fosse uma foto, esse momento

Vale a sua infância, vale a juventude, vale a escola.
É difícil, né? Varios Então... São vários. Isso. Eu ia dizer que acho que foi o ingresso da faculdade de Direito.
Foi marcante.
Foi porque eu tinha enxaqueca naquela ocasião. Era uma noite que eu estava com uma especial enxaqueca. E um colega dessa repartição assessoria técnico-legislativa, ele ligou, eu não tinha telefone no apartamento ali no Bixiga, ele ligou para o prédio do zelador, o zelador foi me chamar, foi atender o telefone para o apartamento do zelador, eu fui atender no apartamento do zelador, ele falou, olha Grimaldi, eu estou aqui na faculdade, saiu a lista dos aprovados e você entrou. Passou a dor de cabeça. Eu não acreditava, eu queria rir, chorar, e fui a pé dali de casa, saí dali do Bixiga, da Rua São Domingos, Maria Antônia, dona adulta, dona Paulina, então cheguei lá na faculdade e fui lá, e tava cheio de gente, né? E queria ver aquilo, e comecei a ver de baixo para cima, né? Do último para primeiro, né? E ali, ali, ali, ali, olha os nomes, então eu não aparecia. Finalmente tava lá eu Aí foi muito feliz. Chorei, ri, não consegui dormir de alegria. Agora, sem dúvida, os que mais tocam são os familiares sempre. Nascimento de filhos, casamento, perda dos pais, amizade com os pais. Então é muito bom.

Antônio, a gente agora realmente está finalizando. O senhor quer deixar alguma mensagem?
Eu queria apenas dizer que... Eu agradeço muito essa oportunidade, fico honrado com essa oportunidade, que me foi lembrada pela senhora Beatriz Esteve e a esposa do fundador, do presidente da companhia onde eu trabalho, após ler o meu livrinho lá. Mas eu fico contente em poder deixar um pouco a imagem da minha cidadezinha, como eu gostaria de transmitir fotografias se eu tivesse de lá, mas as fotografias são mentais da minha cidadezinha na época em que eu nasci.
Mas deu para a gente imaginar, a gente viajar com o senhor. <laughs>
É, então tá bom. Agradeço bastante sua atenção, seu estímulo, a dele também. Muito obrigado.
Em nome do Museu da Pessoa, a gente que agradece pelo depoimento.
E a última coisa, o livro não tem pretensão literária. É passatempo só. E a necessidade de manter